e quatro Okay eh então, fala para mim o nome dos seus pais.

E os dois são aqui de São Paulo?
Os dois nasceram em São Paulo.
Que memória você tem dos seus pais, quando pequena?
Bom, o meu pai, infelizmente, eu tenho pouca memória, porque ele demorou para casar, eu demorei muito para nascer, e ele morreu e eu tinha sete anos só. Tenho lembranças muito, muito boas. Ele era um homem extremamente carinhoso, então é o que eu mais lembro dele. E ele me ensinou muita coisa depois, em memória. Porque meu pai era um homem à frente do tempo dele. Ele era vegetariano, ele era iogue. Você imagina uma pessoa iogue no Brasil, que nasceu em. Era uma coisa muito rara. Eu fui descobrir isso porque encontrei livros e porque minha mãe disse que sim, que ele praticava. E tornou-se vegetariano também. As duas coisas ele começou a fazer por questão de saúde, mas aí ele se aprofundou tanto na yoga quanto na questão do vegetarianismo hã em função de amor aos animais mesmo. Nós temos muito o que comer, não precisamos matar para comer. Então as minhas lembranças dele são mais póstumas do que... de tê-lo ao meu lado mesmo. A minha mãe eu já tive por mais tempo, ela morreu faz tempo também, mas eu já tinha trinta anos quando ela morreu, enfim, então eu tive mais tempo. Também tenho memórias muito boas, a mamãe era uma pessoa boníssima daquelas pessoas, sempre pronta para ajudar os outros, entendeu? Muito disponível, enfim. E a marca dela, além de dessas qualidades que eu já falei, é que ela era uma uma excelente cozinheira, entendeu? Muito boa mesmo. E ela se desenvolveu na culinária vegetariana por causa do meu pai. Quando ela casou, ela se tornou vegetariana também. E eu tenho um site, no meu site tem as receitas dela, para quem possa se interessar.
E você sabe como eles se conheceram, como era a vida deles antes de eles casarem?

O meu pai trabalhava, os dois trabalhavam, né?

Era uma ótima loja de música, instrumentos musicais, discos, tal. Eletrodomésticos também. E não existe mais, mas era muito boa. E o meu pai tinha um certo cargo lá, além de ser contador, ele tinha um cargo. E a minha mãe foi trabalhar lá, ela era caixa.
E aí, foi fácil. E aí você nasceu aqui em São Paulo também?
Eu nasci em São Paulo e eles também.
E você tem irmãos? Não tenho, não tenho, só eu. E o que você lembra eh dos seus avós?
Não, não conheci. Pela idade dos meus pais né, já tinham morrido todos. Não tive avós.
E a sua infância, como foi?
Olha, a minha infância foi boa.

Então eu podia brincar muito na rua. Era um tempo que ainda se brincava na rua, mas, além disso, era um lugar tranquilo. Porque era não era fechada, hoje é fechada. Ela não era fechada, mas era muito tranquilo da gente brincar lá fora, digamos né. Então, tinha as crianças da minha idade. Então, eu tenho lembranças muito boas. A escola era no bairro, eu ia a pé. Gostava demais da escola primária que eu fiz. Então, foi uma infância boa, tranquila. Nas férias ia sempre para a praia.
Foi foi bom. Então, vamos eh por partes aí. Você lembra da sua casa, da casa onde você morava? Lembro, lembro.
Era um sobrado nessa vila que eu estou te falando. Então, o andar que você entrava tinha duas salas e a cozinha. Aí tinha uma escada, subia, tinha dois quartos e o banheiro. Antigamente, as construções tinham os espaços muito maiores. Então, nesse espaço que tinha dois quartos na minha casa, hoje se faz três ou quatro quartos, com certeza. O banheiro dava para fazer ginástica lá dentro, sem nenhum exagero. Eu fazia ginástica dentro do banheiro. Então, hã podia ser uma casa com três quartos e dois banheiros tranquilamente, mas era assim do jeito que eu te falei. As salas também elas eram mais ou menos separadas, né não eram uma coisa assim... Tinha uma certa separação. Cozinha, aí você descia uma escada, chegava no quintal e tinha dois quartos enormes lá embaixo. O que se chama de edícula, né? De um lado e do outro lado um outro quarto, lavanderia coberta, tanque coberto, mais um banheiro.

E como que era o cotidiano na sua casa? O dia a dia como Então
Eh eu te falei, eu tive uma infância boa, legal, tal, eu sentia falta de irmãos, né? Porque a hora que eu entrava em casa, nas casas dos outros a farra continuava, mas na minha acabava. Então, era uma casa assim, disciplinada, né? Tinha hora para levantar, ti tinha hora para tudo. E o meu tio uma vez me disse, você não pode mentir, porque não adianta você dizer, não fui eu, porque só pode ter sido você. Né porque esse meu tio tinha quatro filhos. Então ele falava, na minha casa, um diz que foi o outro, eu nunca descubro quem fez as coisas. Agora você Então tinha isso, eu cresci sem mentir. Acredito que um pouco por caráter e muito por necessidade, porque <laughs> não tinha como, né? Então, tinha uma certa disciplina. E o fato do meu pai ter morrido cedo fez com que eu me sentisse um pouco responsável pela minha mãe, entendeu? Porque como eles se deram muito, muito bem, os vinte e sete anos que eles viveram juntos... Para ela foi, nossa, foi um baque muito forte a morte dele. Ele não morreu de repente, não, mas foi hã terrível para ela. E Então, a barra ficou pesada para mim também. Eu também sentia, é evidente, mas de forma diferente, eu era uma criança. Então, eu amadureci muito cedo. Meio que na marra, pela falta de outras crianças dentro de casa, pelo fato de eu me sentir responsável pela minha mãe, por conta minha. Ela nunca disse que eu era responsável por ela, mas por reconhecer muito pequena, muito pequena. É, a minha mãe agora tem papel de pai e mãe. Então, eu tenho que ser legal, entendeu? Eu não posso abusar muito porque ela está com uma carga maior. Eu tinha essa consciência com sete anos, entendeu? Então, nesse sentido, eu amadureci um pouco cedo. Esse lado eu não acho muito legal, mas foi a vida, ninguém escolheu.
E você falou do seu tio, dos seus primos, você tinha contato próximo?
Muito, muito, muito. Principalmente depois que meu pai morreu, a família nos acolheu demais, demais, demais, dos dois lados. Dos dois lados e principalmente do lado do meu pai, curioso. A gente ia muito para as casas das pessoas nos fins de semana. E esse tio é o irmão caçula do meu pai. Porque a família do meu pai, os três primeiros morreram cedo. O primeiro com quarenta e nove, o meu pai com sessenta e a irmã dele, onze meses depois, com cinquenta e. Muito jovens. Eu tenho cinquenta e três. Muito jovens né. E o meu tio este, não. Ele viveu até que eu acho normal, nem acho que é velho, porque hoje em dia né tem tantos recursos e. Então, esse tio foi muito presente, sempre, principalmente depois que o papai morreu. Mas outros tios também, a gente tinha muito contato com os primos, com todo mundo.
E como que era, eh você lembra um pouco das brincadeiras com os primos, as assas essas reuniões de família, como aconteciam? Seus primos são mais velhos que você?
Então, do lado de pai, eu sou a caçula, e aí eu tenho uma prima, duas, que têm três anos mais que eu. Então, uma delas é quase como irmã, porque ela também é filha única.

E a mãe dela era irmã do meu pai, mas era a melhor amiga da minha mãe. Então, a gente foi essa que morreu um ano depois do meu pai. Então, a gente cresceu muito juntas e tal. Eram brincadeiras igual de qualquer criança. Eram duas meninas, então tinha muita boneca, essas coisas assim. Tinha briguinha, tipo briguinha de irmão, beliscão, chute, essas Coisa igual qualquer criança. Essa prima. Aí, do lado de mãe, tem uma da minha idade, exatamente da minha idade, uma menor e os outros todos mais velhos. Essa coisa que eu falei, que eu vi depois de muito tempo, depois de dezenove anos de casamento... Por isto, eu sou tão mais nova que meus primos, está certo? Houve uma certa dificuldade, mas justamente meu pai era um cara naturalista, já falei. Então, ele era contra os tratamentos. Ele achava que os filhos deviam vir na hora que eles tinham que vir e não ir atrás de tratamento para engravidar. E a minha mãe era um tipo de mulher de uma época que o que o marido falava estava certo. Ela não bateu o pé para fazer algum tratamento, qualquer coisa assim.
E você sabe se ela queria ter tido mais filhos ou?
Nunca falamos sobre isso. Nunca falamos sobre isso. Eu desejava ter irmãos. Mas, meu pai morreu, eu tinha sete anos. Então, até você ter uma consciência das coisas, não dava mais tempo. Ela não casou de novo.
Entendi.
Ah também, mesmo que ela casasse de novo, ela já tinha cinquenta. Entendeu? Ou quase, é, por aí, cinquenta.
E aí você, com as crianças da rua, também era um pouco isso das brincadeiras? Você lembra alguma coisa específica?
A gente jogava queimada, que eu não sei se vocês sabem o que é. A gente brincava de elásticos. Você brincou de elástico? Que era uma coisa que eu gostava também. A gente também boneca, baralho. A gente tinha uns baralhinhos desse tamanho, eu lembro. A gente aprendeu a jogar buraco na rua, assim, com aqueles baralhinhos. Essas coisas que criança faz, entendeu? Esconde-esconde.

Amarelinha.
E tem alguma lembrança forte desses encontros de família, assim? De ter alguma festa
Ah, tinha os natais, que era o que mais, né? Até Até hoje tem, só que... Enquanto você ainda acredita em Papai Noel, é uma beleza, né? Porque tinha um que se vestia de Papai Noel todos os anos. Aí tinha aquela coisa, na hora que ele ia chegar, alguém tocava um sino. As crianças ficavam no ouriço e ele vinha com o saco nas costas, com os presentes, com o nome marcado. Era tudo bem organizadíssimo. As crianças não podiam desconfiar de nada, entendeu? Era muito legal. Eu adorava os natais. Nossa, gostava de Páscoa, de aniversário, de tudo. Então, nossa, era tudo de bom. Mais por isso do que por qualquer outra coisa.
E daí uma coisa, você falou que você sempre, por conta da morte do seu pai e tal, você sempre quis meio que agradar a tua mãe, estar lá para a tua mãe. Mas você sempre gostou da comida vegetariana?
Então, legal você fazer essa pergunta, muito legal, por sinal. Eh Foi muito complicado isso para mim, na minha infância, porque, embora eu tenha certeza absoluta que o meu pai estava certo de que aquilo era o melhor, você não pode proibir nada, porque tudo que é proibido é atraente. Então, por exemplo, eu ia para os aniversários e eu não comia cachorro quente, pernil, o que tivesse, mas eu tinha vontade sim. Então, eu vivi um período muito complicado até ficar adolescente, que aí o adolescente é rebelde, é diferente da criança, e aí eu passei a comer. E eu comi carne até... Bom, eu comi carne, faz de conta assim, eu comi carne normalmente até cinco anos atrás. Aí eu enjoei de aves. Mas enjoei, enjoei de não poder ver na frente. Enjoei

Continuei comendo as outras coisas e vim diminuindo naturalmente. Porque eu gosto muito de medicina natural, então eu estudo um pouco isso. Então eu soube, eu aprendi que a digestão da carne é muito mais lenta. Então se você puder não comer carne à noite, melhor para você. Senão ela fica lá. Enquanto você dorme. Se come de dia, os movimentos que você faz fazem a digestão ser mais rápida. Então, eu parei de comer carne à noite. Então, eu já não estava comendo ave, porque enjoei, parei de comer carne à noite. E aí, vim vindo, chegou agora nas férias em julho, falei, chega, não vou mais comer, não quero. Mas não é radical, quero dizer o seguinte, ah se você me convidar para uma bacalhoada, eu vou, numa boa, sem problemas. Por exemplo, hoje eu vou a uma feijoada, que eu já sei que não vou comer. Vou comer feijão, arroz, farofa, tudo que tiver, mas nã mas eu não quero, entendeu? Não é proibido. Eu fiz essa escolha, não quero mais comer, porque eu acho mesmo que não precisa matar para comer. A gente já desenvolveu tanto a culinária que não há nenhuma necessidade. Eventualmente, se me der muita vontade, mas eu já percebi que eu vou para o peixe e olhe lá, entendeu? Mas assim, como queijo e como ovos, porque tem os mais radicais que não não comem, né?
Mas esse movimento seu de ir parando é recente. É de cinco anos, né?
Comecei enjoando de aves, parei de comer carne à noite e de julho para cá. Agora que eu falei, chega, não quero mais comer
Mas quando pequena você era por conta da tua mãe? É, principalmente do meu pai. E daí, vamos entrar então na escola. Quando foi que você começou a estudar? Você falou que tinha boas memórias da escola. Como que era lá?
É, eu adorava essa escola.

Ainda existe, mas mudou de nome. Eh Eu fui normalmente, na verdade, normalmente não. E meu pai achava que as crianças tinham que ir para a escola com Porque aprendi muito bem o que tinha que aprender em casa, antigamente minha mãe não trabalhava, aquelas coisas, e que a tal da idade dá razão. Então não tem nada que ir para a escola antes, tem que brincar e tal. Só que ao mesmo tempo, meu pai tinha um jeito de contar a idade que ele está correto, eu acho, mas confunde, que é assim Se você perguntar quantos anos eu tenho, eu vou dizer cinquenta e três, porque o meu aniversário é em setembro, eu ainda não completei cinquenta e. Ele dizia o seguinte, se eu completo cinquenta e três hoje, a partir de amanhã eu estou no Cinquenta e quatro eu entendo isso, porque o cinquenta e três eu já completei, acabou. Então, nessa de estou nos, estou nos, estou nos, ela está no sete, então eu entrei no pré com seis, foi isso?

Entrei no Pré com cinco.

Ela está no seis, ela está no seis, eu fui Quando eles foram perceber, eu estava... Na verdade, não é nem um ano, porque eu sou de setembro. Eu estava seis meses adiantada. Então, aí ficou uma coisa assim. Vamos ver como é que ela se sai. Se for difícil para ela, ela repete se não e. Só que logo no Pré, eu já ganhei prêmio de leitura. Ah, então ela pode ir para o primeiro ano. E foi assim. Eu fui uma boa aluna o tempo todo. Então, eh eu acabei ficando um pouquinho adiantada, não muito, porque quando chegou lá na quinta série eu não pulei. Eu fiz, no meu tempo era primário, ginásio e colégio. O primário tinha quatro anos, mais um ano que chamava admissão ao ginásio. O tal do quinto ano. Mas é não não era recordação. Hoje o primário tem oito anos. Esse admissão ao ginásio foi diluído. Mas no meu tempo era assim. Aí quando chegou lá, disseram não, não vai pular, porque já entrou adiantada. Eu podia pular, eu tinha nota para pular, entendeu? Para ir do quarto ano para o ginásio aí. O que é que faz? Fazia uma prova, um exame para ver se podia pular, né pular um ano. Mas aí no meu caso, eh não, você não vai pular porque você já entrou um pouquinho antes, então fica.

cinco senhoras, enfim, elas começaram jovens. Hum é assim, a mais velha fez escola normal, lá atrás, né?

Aí eh ela prestou um concurso, não sei o quê, e o pai falou, não, filha minha não trabalha fora de casa, você espera as suas irmãs se E aí, eu abro uma escola para vocês.

Então, ela dava aulas particulares em casa, aí a segunda se formou. Quando a terceira se formou, ele alugou uma casa e falou, pronto, vocês podem fazer uma escola.

Aí a mulher falou para ele... Ah, como é que você põe seu nome? De repente não dá certo, queima o seu nome. Ele falou, não, nada que eu ponha o meu nome não dá certo, você vai ver. E eu não tenho os números na cabeça agora, mas foi um sucesso. Em seis meses elas tinham não sei quantos alunos, em um ano não sei quantos.

Foi uma beleza, sabe? Aí a quarta irmã se formou, foi trabalhar com elas, não sei o quê, e a quinta é mais nova, é a única que está viva. Eu de vez em quando visito. Eh eu não sei se eu mandei essa foto, não lembro. Então, elas eram pessoas assim, quatro delas solteiras, uma única casada. Essa única casada não teve filhos. Ela dizia, Deus não me deu os fi não me deu filhos para eu cuidar dos filhos dos outros. E a gente se sentia em casa naquela escola. Ao mesmo tempo que elas passavam valores morais muito importantes, muito altos muito e religiosos também, ao mesmo tempo era tamanho o carinho. Era assim, uma criança chorava, ia para o colo. Era tudo uma coisa muito, muito boa muito boa. Todo mundo tem muito boa E o tempo passou. Passaram-se quarenta Né fui fazer ginásio em outra escola, porque essa era a sua primária na época. Isso era possível. Depois veio o primário de oito anos, elas foram obrigadas a ampliar. O tempo passou, passaram-se quarenta anos.

Dois mil e seis tinha E essa minha turma, não todas, mas uma parte dessas pessoas, de lá para cá, são mais de dois anos, se reúne todos os meses. É muito legal. A gente se encontra todos os meses, cada vez num lugar, num restaurante, qualquer coisa assim. Já até viajamos. E e é muito gostoso isso. Então, eh a escola primária foi isso.

Está viva.

Essa história é muito bacana.
Eu vou visitar, ela conta, ela adora, ela vai sentar aqui e não para de falar. Cada pergunta que a gente faz para ela, ela começa a falar, tem tudo na memória, é uma beleza.

Ela era professora de piano, vocês tinham aula de música?
Nós tínhamos aula de música. Eu não aprendia piano, porque o piano, ela dava aulas particulares. Mas a gente tinha bandinha, tinha sim, aula de música.
Ela tocava o piano, né?
E ela tocava piano enquanto a gente cantava, tocava. E
E depois disso? Você saiu para ir fazer o ginásio, né? Para onde você É

As duas, é só atravessar.

Assim, transversal, tá? Um aqui, o outro aqui.
Um do lado do outro, fazendo uma... Os colegas de escola eram também os vizinhos com quem você brincava na rua?

E as outras estavam no Colégio Batista, que era mais pertinho ainda de casa. Santa Marcelina eu não gostei, eu não nasci para estudar em colégio de freira, era tudo muito rígido, não tinha o carinho que tinha na outra escola, tudo obrigatório, a saia tinha que ser a quarenta centímetros do chão. Para a minha sorte, eu era mais baixinha, então não ficava tão comprida. Nas meninas altas, a saia vinha aqui. Então, de rolar a saia, não podia falar com meninos. Então, tinha irmãos, tinha primos, tinha amigos da outra escola, não podia falar com meninos, se você falasse com meninos. Ali, na porta da escola, chamava atenção, chamava a mãe.

O Espacheco era muito puxado, esqueci de falar isso. Embora a gente precisasse estudar muito, a gente gostava de estudar, elas sabiam explicar.

Porque ela fazia pensar, é isso. Ela não ensinava a fazer conta, ela fazia pensar. Então você tinha todo o raciocínio na cabeça que a fórmula saía natural, você não decorava. Tudo bem que eu gostava de matemática, tinha gente que não gostava, né?

Então imagina, Uma boa aluna, que acompanha bem a matéria, numa escola chata. O que é que eu fazia? Bagunça, claro. Eu já tinha aprendido, eu já sabia tudo. Eu passei os quatro anos sem fazer exame né. Você precisa ter nota xis, acho que era sete e meio, para não fazer o exame final. E fazendo muita farra. Quando chegou, a gente levava até bebida alcoólica. Imagina. Você acha que nós éramos alcoólatras? Claro que não.

Entendeu? Nunca ninguém pensou, nunca me passou isso pela cabeça, nem na escola primária, nem no colégio depois. Mas lá, tudo que a gente pudesse, a gente ia para o banheiro para...

Se puder, você vai visitar algum dia. Ele é lindo. Vale um museu. Aquelas construções que parecem a Itália. E para ir para Chácara, que é do outro lado da rua, Elas construíram um túnel subterrâneo para as meninas não serem vistas na rua com a roupa de ginástica. Bom, mas era um charme, né? Até hoje é. Você passa por baixo da rua e já sai na chácara. E lá na chácara que tinha as quadras para jogar. Imagina a gente com umas calças até aqui, vestido por cima, butuado, assim que a gente fazia ginástica. Uma coisa ridícula. É, não, ridículo, ridículo. E

Uma das nossas colegas tinha uma tia que vendia importados.

E isso elas nunca descobriram.

Mas a gente fazia outras bagunças. Enfim, ficava rindo na aula que não tinha graça nenhuma, contando piada, essas coisas assim.
Tem alguma história de uma de uma vez que elas pegaram vocês fazendo alguma coisa Não Fora da série?

A única coisa que a gente fez demais foi isso, né? E a gente fazia muito tititi na aula, muito. Contava piada, passava bilhetinho. Então, ela estava dando aula, a gente dava risada. Não tinha nada para rir, entendeu? É coisa de adolescente. Adolescente é chato, é bobo, é provocador, é um monte de E nós não éramos diferentes. Era exatamente a mesma coisa entendeu naquela época. Quando chegou na quarta série, que era a última do ginásio né, que hoje é a oitava

Tinha um negócio chamado mestra de classe. Então era assim, cada uma dava uma matéria, mas tinha uma mestra de classe que era responsável por aquela classe naquele ano.

Ela implicou comigo, eu não era santa, mas ela implicou comigo.

Quando estava no finzinho da quarta série, ela me chamou e falou, você vai continuar no colégio? Eu falei, graças a Deus, não. Ela falou, bom para você, porque senão você ia receber o bilhete azul. Você não vai receber o bilhete azul em respeito à sua mãe. Eu não sei como eu consegui engolir, porque tudo que eu queria era o bilhete azul, que é ser expulsa.

E eu não pude, porque ela poupou minha mãe, né? Foi um negócio terrível que essa freira fez comigo, porque eu era uma menina normal, não era nada demais, entendeu? Fazia umas farrinhas, umas bagunças, ela chegou a chamar as mães das que eram mais minhas amigas para dizer que eu não era boa companhia. E as mães disseram para ela, a senhora está enganada, ela frequenta a minha casa desde pequena. Não tem má companhia nenhuma aí. Ela é uma menina normal, igual a minha filha. A senhora está enganada. Até não implicou mesmo, né? Então, por essas e por outras, eu odiava.

Não é porque eu odiava o colégio que eu vou deixar de almoçar com as pessoas, né? Eu fui e fizeram mais dois. Um num restaurante também e um no colégio. Eu fui ao colégio. Nossa, o que está moderno é inacreditável. Enquanto eu estacionava o carro, eu ouvia um som de pagode. Você acredita? Depois de tudo isso que eu contei para vocês, um colégio de freira, um grupo de pagode e, claro, quem queria dançava. Imagina!

Eu não não acreditava onde eu estava entrando. tudo aberto, que no nosso tempo era tudo fechado, a gente não podia circular. Esse colégio maravilhoso que eu acabei de falar, eu não levei máquina, eu tenho que voltar lá só para fotografar, porque ele merece. a gente não podia entrar aqui, porque é só para as internas, não podia entrar ali, porque não sei o quê. Então, a gente circulava só da sala para o banheiro, não sei o quê, e passava nesse subterrâneo. Mas estava tudo aberto, menos a clausura, porque aí tudo bem, é clausura. Então, aí que eu pude conhecer o colégio e ver como ele era lindo, né? E as freiras muito simpáticas, muito solistas, há muito tempo o colégio é misto, porque isso é uma questão legal, de uns anos para cá acabou essa história de não ter menino e não ter menina.

Eu conheci gente muito jovem, assim, que estudou lá. Aí quando a gente dizia, eu também estudei aqui. Você estudou aqui como se você fosse uma relíquia, né? E aí E muita gente antes de mim. O colégio é muito antigo. Você que é um aluno novo, porque ele se achava muito velho, porque ele já estava na faculdade. E eu dizia, não, cara, o colégio é antiquíssimo, né? E aí cheguei até a ver uma ou outra freira do meu tempo, que ainda está viva, Só que o tempo faz as pessoas mudarem mesmo, elas não tiveram escolha. Mas elas estavam tranquilas, entendeu? Isso que eu achei legal, elas estavam tranquilas. Todo mundo circulando à vontade pela escola. É de uma limpeza que você tem a impressão que você pode lamber o chão, sabe? Então, muita gente, todo mundo podia, todo mundo ia andar, porque é muito bonito. Então, além de almoçar, as pessoas quiseram circular pela escola para conhecer. E nós para rever né. Então, limpei essa parte também. Tive essa experiência que me incomodou demais né na época de ginásio, mas limpei. Então, hoje, não parei para pensar, estou lembrando agora, mas eu tenho vontade de ir lá fotografar a escola sim, porque é muito bonita.
e os amigos que você reencontrou como foi esse reencontro? Ah

Porque tem o próximo colégio, que eu conto e já falo de todos os amigos de uma vez.

Eu escolhi científico.

É como se fosse artes e ciências?

É, só que não chamava artes, chamava clássico, mas acho que é isso aí. Mas não tinha clássico no São Domingos, tinha só científico. Aí você escolhia biologia ou física. Eu escolhi física, e mas dentro do curso científico.

Foi fácil encontrar o pessoal. Fomos reunindo e também nos encontramos todos os meses. Só a turma de ginásio que não. A de primária e de colégio se encontra todos os meses.

Nós ficamos, na minha idade, quinze, dezesseis e Olha, eu juro, a gente se reencontra mensalmente, todos nós temos a sensação que temos dezessete anos, entendeu? Que é diferente da turma do primário, a gente não tem a sensação que tem dez anos, entendeu? É outra coisa, a gente adora se encontrar, cada uma com a sua vida hoje, de vez em quando a gente lembra de alguma coisa do passado. A turma do colégio, não. É como se a gente estivesse em mil novecentos e setenta. É uma coisa muito difícil de explicar. Mas a nossa sensação, que a gente olha para as pessoas, é claro que o tempo passou. É claro. Depois de contar tudo isso, se vocês quiserem, eu até mando fotos. do tempo e tal até podemos fazer isso né mas é que eu fiquei em dúvida eu tinha as fotos lá na minha frente mas mandar uma foto assim vocês não vão entender nada deixa eu mandar as minhas né se vocês quiserem substituir isso a gente conversa depois então eu tenho essa sensação adoro encontrar com eles também é muito legal a energia das pessoas por mais estressadas que elas estejam do trabalho da semana a gente se encontra sempre sexta noite no trabalho da semana tal Joga fora e volta no tempo, entendeu? E é muita brincadeira, muita piadinha, muito... Igual! Igual quando a gente tinha dezessete anos. Embora é evidente que a gente fale da vida hoje, é óbvio.
E como que foi esse período do colégio?

O período do colégio foi normal, foi muito bom. O diretor era um militar, em plena época da ditadura, era era rígido também. Mas os alunos não eram rígidos, entendeu?

Fazíamos nada escondido, não, não tinha essa. Tinha uma certa disciplina, rigidez e tal, mas, no geral, a gente se dava muito bem, porque a gente era grandinho já, digamos, já tinha quinze anos ou mais. Então, por exemplo, a gente podia sair, ninguém os pais vinham buscar, todo mundo ia embora sozinho, é lógico. Então, a gente saía do colégio e ia para uma lanchonete, por exemplo, ficar batendo papo, entendeu? Comendo alguma coisa, não sei o quê. Coisa parecida com o que a gente faz hoje. Por isso que a sensação é semelhante.

A época de bailinhos mesmo, que eu me lembro, é uma época de ginásio. Mais de ginásio do que de colégio. Mil bailinhos, mil. Mil festinhas. Tinha muita festa no Alto da Lapa e e no Pacaembu. Pessoas que tinham casas bonitas, não sei o que e tal, hã cediam a casa para fazer festa. Então, era muita festa. O que é que você ia perguntar?
E como eram essas festas? O que é que tocava? O que você vestia?

As músicas da época, você tem que ir atrás.

Ai, Bee Gees, Beatles, claro. Rolling Stones, claro. Tinha muita música romântica para você dançar de rosto colado. E tinha também, tinha Halle Galli. Já ouviu falar nesse ritmo?

Rally Galley eu tinha uns dez anos de idade. Aí veio vindo, tinha Twist, Rock é antes. Rock and Roll é anos cinquenta, quando eu nasci. Então, eu eu fui aprender Rock and Roll adulta, tá? Em escola de dança. Mas era Rally Galley, Twist, tinha mais alguma coisa que eu não estou lembrando agora... Os ritmos mais agitados. Ou então dançava junto, que é igual em qualquer época. É só para agarrar mesmo, <laughs> então é igual. E essas festas eram em casas bonitas, grandes. Não lembro se a gente pagava para entrar. Eu lembro que tinha bar que a gente pagava bebida. Isso eu lembro. Não lembro se pagava para entrar, esse detalhe não lembro. Era sempre de gente conhecida, então era a festa do dia. Então, você vai na festa, já se sabia qual era, porque era mais ou menos a mesma turma, turmas grandes. Então tinha os amigos e os que não eram tão amigos, mas um chamava o outro, chamava o outro. E é esta região, não aqui Pinheiros, um pouco mais para lá... Perdizes, Pacaembu, Alto da Lapa tem muita casa bonita. Então, quem morava por ali, depois de convencer os pais, <laughs> cedia a casa, né? Porque os pais não gostavam, porque era uma bagunça, né?

E a sua mãe, é porque como você era filha única, não tinha um cuidado extra?
Tinha, tinha. Tranquila Você pensa que eu ia em todas as festas? Eu ia em muito menos festas do que a maioria. Porque ela falava assim, ah, hoje não.

Pronto. E eu ficava louca da vida, não era tudo legal, não. Eu ficava estéril, que todo mundo ia, mas todo mundo vai, e daí que todo mundo vai? Eu não quero. Mas coisa assim, nós vamos para a casa da tia tal. Ah, sim, porque aí chegou um momento que eu comecei a me encher de ir na casa da da tia tal, porque eu queria ir na festa, entendeu? Então começou a ter atrito e tal. E a própria tia tal dizia, deixa ela ir na festa, você vem no domingo. porque todo mundo entende isso, mas ela era danada, aquilo que eu disse é tudo verdade, minha mãe era boníssima, mas comigo ela era muito rigida, por causa dessa eh responsabilidade que ela sentia, que era pai e mãe, não sei o quê, nossa. Foi difícil. Mas eu ia também. Ia menos, mas ia também. E esta minha prima, que eu disse que é como irmã, morava em Santana. E do lá no bairro dela não tinha essas festas. Então eu convidava e ela vinha. E eu falei, a mãe dela tinha morrido um ano depois do meu pai. Então, ela tinha um pai viúvo e eu tinha uma mãe viúva. O pai viúvo quis casar com a minha mãe, que não podia pensar nele, nem coberto de ouro, não não ia com a cara dele, enfim. Então, era curiosíssimo o que acontecia. Eles chegavam para me pegar para ir para a festa, meu tio nos levava na festa e ficava literalmente dormindo na porta da festa.

A minha mãe não o deixava entrar em casa, porque o que que os vizinhos vão falar? Ele sozinho aqui comigo. Então, nem pensar. Não tinha a mínima possibilidade dele entrar. E acho que nem ele queria, porque ele queria casar com ela e não difamá-la. Então, e antigamente não tinha esses problemas de de segurança que tem hoje. Então, ele ficava na porta da festa, dentro do carro, coitado. Levava a gente, sei lá, tipo nove, dez horas, até duas, por aí.

Não tinha escolha.
Vou parar um pouquinho para trocar a fita E uma pergunta, eh sua mãe chegou a descobrir alguma vez essa coisa de você beber? Chegou a dar problema? Na escola? Você é novinha, né?
Não, mas a gente não bebia tanto assim. A gente levou uma, duas vezes bebida na escola. Festas Ah, nas festas. Descobriu. hã A gente fazia assim. A gente não, eu. Eu tinha um fígado maravilhoso, porque com com dez anos eu tive hepatite. Então, em tese, eu não deveria poder fazer isso. Eu tomava, eu lembro direitinho. Chegava na festa, eu tomava um gin fis. Sabe o que é isso? É gin Com á hã soda. Mas gin é muito forte. Um cuba libre. Não, não, não tomava gin. Muito raramente. Eu tomava um cuba libre, um... Piperman era o terceiro que eu tomava, mas eram três, não era Gin Fizz, será que era Gin? Rum, Gin? É, eu acho que sim, um Gin Fizz, um Cuba Libre e um Piperman, porque o Piperman é de, além de eu gostar muito até hoje, é de menta, então tira qualquer cheiro. Era isso que eu tomava, não me fazia nada, é como se tivesse tomado água, por incrível que pareça tá. Porque comia e também dançava, então não fazia nada. Aí um dia eu estava numa dessas festas, na casa de uma amiga, não era uma festança, era festa na casa de amiga, aniversário. Mas festinha assim, de bailinho. E uma outra amiga estava numa fossa, contando uma história que eu não acabava nunca. E ela estava tomando o uísque, eu fui tomar o uísque. Meninas, hein? Quinze anos, por aí. E o que é que eu fiz, gente? Fumava, tudo escondido, né? Mas na festa fumava. O que é que eu fiz? Não tinha cinzeiro perto, eu jogava a cinza dentro do copo e tomava. Eu não bebi muito uísque, não. Mas eu acho que a mistura com a cinza deve dar uma reação que eu cheguei em casa e plaft, devolvi tudo. Ai, a minha mãe chorava. O que é que você fez? Por que você... Mas não é eu nem bebi demais. Eu não lembro quanto, sei lá, duas doses de uísque, não sei. Mas primeiro que eu não estava acostumada. Não gostava de uísque, não gosto até hoje. Entendeu? E E com essa coisa da cinza, que eu acho que deu uma reação... Nossa, também nunca mais, né? Nunca mais. Fiz uma burrada dessa.
E nesses bailinhos tinha os meninos, tinha a docinha coladinha, Claro Como que era? Lembra o primeiro beijo, como que era?
O primeiro beijo foi... Eu conheci o rapaz num bailinho, sim. Mas não foi lá. Porque aí ele gostou muito de mim, eu também gostei dele. Eu tinha quinze, quinze ou quase Foi meu primeiro namorado, fiquei quatro anos com ele. E aí a gente namorava, vocês conhecem Pacaembu por ali? A gente namorava, ele morava ali no Pacaembu e eu em Perdices, esses são dois bairros grudados, né?

Então a gente ia passear em umas ruas lá atrás, Pacaembu que são mais desertas, acho que até hoje elas são mais desertas. Então eram ali os beijinhos, entendeu? Começou assim. E eu fiquei quatro anos com esse rapaz. Bastante mesmo, para quem tem quinze anos, é muito, né?
E apresentou para a mãe e tudo assim? Ah
Ah, sim, era um namoro seríssimo, seríssimo, imagina. Eu frequentava a casa dele, ele frequentava a minha, claro. Ele era conhecido do bairro, a família toda, a família do bairro muito conhecida.
E de festas assim mais relacionadas à escola, você tem algumas memórias? Seja no primário, seja no colégio, festas mais tradicionais de escola, sabe?
Bom, tem uma festa que me marcou muito, foi uma festa junina na casa de uma menina do primário. A gente já não era tão pequena.

Então, a festa foi já no ginásio. E ela morava numa casa muito bonita, grande e tal, e era uma festa junina que a gente necessariamente tinha que caracterizar. E foi uma festa muito linda. Todo mundo bem vestido de caipira, entendeu? Quem não tinha fez o vestido. Os meninos também estavam nos trinques. Foi muito legal, com quadrilha, fogueira, tudo que tem direito. Essa foi muito marcante. Porque todas elas foram festas muito legais, mas elas eram todas muito parecidas, é claro, né? Festa de época, luz negra, essas coisas, era tudo novidade naquele tempo. Então, aquela luz estroboscópica, sabe? Aquele negócio de de espelhos, aquele globo de espelhos que gira, que fica aquela cor para todo lado. Isso era tudo novo, né? Da minha época, isso. É anos sessenta, setenta que Luz negra. A gente escovava os dentes com bicarbonato de sódio para ficar mais branco. Shh aquele brilho dessa cor. Muito legal. Roupas, você falou. Tinha umas roupas interessantíssimas, que era moda naquela época do ginásio, por exemplo. Era moda short com bota. É mole o negócio desse. Maior frio, a gente usava... meia fina preta, bota preta, eu estou dizendo a roupa que eu tinha, short preto e por cima uma saia longa toda aberta na frente, fechava só o cos, eu tenho essa saia até hoje, fechava só o cos. Então, quando você andava, parecia as pernas, tá certo? Não, era sexy, só que ridículo, short com bota, não sei quem inventou, não fomos nós. Quem inventou foi um estilista, tá certo? Então, era a moda, então todas as meninas andavam de short com bota no inverno. Mais ou menos nessa época de ginásio também teve uma outra moda que era bermuda, Não é vestido, mas com uma túnica por cima. Então, era uma bermuda. Isso é verão, tá? Roupa de verão. Bermuda até aqui, sandália e tal. E aí, tipo um vestido tubinho, enfim, uma uma túnica até aqui. Então, aparecia um pedacinho da bermuda. Era bonitinho. Mas era conjunto, digamos, a bermuda azul turquesa, que era uma... Azul turquesa, rosa choque, isso aí era muito moda no no meu é na minha época de ginásio. Psicodélico era a palavra que se usava. Então, as estampas eram coloridíssimas, de calça, de vestido tal. Nos anos setenta tem muito disso, você pode pesquisar que você vai ver. Então, faz de conta, bermuda azul turquesa e a túnica hã estampada, com também azul turquesa para combinar, ou rosário choque tchan, ou o contrário, bermuda estampada e a roupa lisa com uma das cores. Essa roupa era bonitinha, eu acho. Agora, o short com bota, o negócio, nada a ver. Nossa, mas era moda, era super chique. A calça pantalona é do nosso tempo, né que é uma calça que fica legal para a gente magra, mas as mais gordinhas não ficam bem, mas é moda, todo mundo usa. Né essas coisas assim. plataforma, sapato plataforma, até hoje eu não uso, eu não gosto, eu me sinto mal de não sentir aquilo que eu estou pisando, né? Eu uso tênis, tal? Hoje, para o sapato que eu chego, um pouquinho mais. Mas, eh essa coisa... Esse tamanco, que até hoje tem muito, então ele é fechado aqui na frente né, é aberto atrás. É tudo da nossa época, o lançamento. Claro que trinta, quarenta anos atrás talvez tenha zi existido e a gente não tem esse conhecimento. Mas, dizendo, são coisas mais arrojadas, não são simplesinhas, básicas, que foram lançadas numa determinada época e permanecem. É curioso, até hoje você encontra esse tipo de tamanco. A plataforma tem para todo lado, hoje tem bota-plataforma, um negócio tão pesado, né? Mas eu não gosto, mas a turma usa aí de monte. Então, essas coisas assim, salto ana bela, um monte de coisa assim, é daquela época que foi muito marcante. Depois, porque nós estamos num momento que meio que as pessoas usam o que querem, né? Você usa pantalona, você usa calça fina, você usa tanto faz. Mas tem épocas que é assim, parece que é quase que obrigatório
E desses reencontros que você disse que já teve, tem alguma história que vocês lembram juntos que é muito marcante, que é muito legal, ou que você mesmo lembre? Seja do primário, seja... É, a gente lembra.
Por exemplo, tem um colega nosso que declarou agora, aos cinquenta e pouco ano poucos anos de idade, que ele era apaixonado por uma das meninas. Ele contou para ela. E a gente deu muita risada, porque ninguém sabia. Porque ela tinha namorado, que nem eu. Ela atravessou o colé, o científico, como eu também atravessei o científico, com o namorado.

Não só a gente tinha namorado, como os colegas conheciam o namorado. Então, mexer com a gente.

Nessa época, isso é um negócio que eu lembrei. Mas a gente lembra, às vezes, de uma ou outra história, mas nesse momento, assim, não tenho nada para te dizer. Por exemplo, primário. Tem uma das nossas colegas que era sobrinha de uma professora. E a gente achava ela muito bonita. Eu acho que se eu visse hoje aquela mulher daquele jeito que ela era, não acharia, porque ela era assim. Uma pessoa que vinha maquiada, prontinha para a festa, dar aula todos os dias, maquiada mesmo assim que ela. Uma mulher de cabelo preto, olhos verdes, então muito vistosa, mas bem pintada, com um coque, usava meio alto, acho que desfiava o cabelo, e cheio de laquê.

Era muito engraçado, a gente tinha medo dela.

Foi uma pena, ela foi viajar e nessa que foi cento e Tinha várias professoras e ela não foi. A sobrinha dela aparece nas nossas né, mas ela não. Então, tem algumas coisas que a gente lembra. Tinha uma senhora bem idosa, já quando a gente estava no primário, dava aula de francês, aí a gente fica imitando, de vez em quando lembra. Enfim, essas coisas assim, mas... que eu me lembre tem assim o pro tem o diretor que eu falei que era militar tem mil histórias com ele que as pessoas contam porque eu queria a distância dele mas quem chegava mais per ah tem uma legal que um menino contou outro dia um menino é legal também né um cara contou outro dia ele falou para mim a para nós ele falou olha eu vou contar uma coisa para vocês para as meninas que eu tenho certeza que vocês não sabiam, senão a gente perceberia.

E ele falou, e olha que coisa curiosa, hoje em dia não tem mais graça fazer isso, porque está tudo tão exposto. Mas naquele tempo era o máximo, a gente se esmurrava para ver quem é que ficava ali, né porque era um espacinho de nada.

Então, para chegar na camiseta e no chatinho, tinha que tirar o uniforme, né? E eles ficavam espiando, e a gente não sabia.

Essas coisas assim.
E teve algum alguma coisa, porque você falou que você era mais distante desse diretor e que era tranquilo no colégio Não tinha nenhum problema. Não não tinha
A gente sabia, assim, a gente tinha... Teve, teve uma passagem muito chata. Nós tínhamos um ótimo professor de português.

E ele era um cara de esquerda, eh esclarecido, e ele nos contava o que estava acontecendo. Por exemplo, ele contou toda a história do golpe do Chile, do Allende, e contava falava um pouco da situação brasileira. Só que ele falava assim, não pode escrever enquanto eu falo, porque comprometia, né? E, infelizmente, quando nós chegamos no segundo ano, não era mais ele professor, porque a filha do diretor era nossa colega. Não é que ela fosse dedo duro, eu não acredito, porque uma menina de quinze anos não tem essa malícia, mas o pai provavelmente cutucava, entendeu? E o que ele disse, o que ele deixou dizer, o que ele fez, nós achamos que é por aí.

Bem intencionada, mas a gente estava acostumado com um bom professor, né? Era ótimo. Nossa, é uma ótima lembrança que eu tenho. Como professor, nunca mais ouvi falar dele. Depois me disseram que ele tinha sido preso né. Não sabemos se foi o próprio diretor que entregou, não tem como saber.

Então, não dá para saber. Mas essa é uma lembrança forte, assim, sabe?

E o que te fez optar pela física na hora, pelo científico né? Ah
Física e não biologia? Os nomes da biologia eu não era capaz de decorar jamais. E eu sempre fui bem em matemática. Então, eu achava que física ia por aí. Quando a gente é criança, a gente não sabe escolher as coisas. Mas não me arrependo, não, porque eu tinha um horror, assim, aquelas plantinhas, aquelas coisinhas, assim sabe? Principalmente os nomes. Eu ficava muito aflita com os nomes. Porque eu sempre fui estudiosa, sempre entendi bem as coisas que me explicavam, mas nunca tive facilidade para decorar nada. Então, história, por exemplo, eu tinha que entender o processo histórico. Agora, dizer nomes e datas era um problema para mim. dificuldade para decorar entendeu tinha que entender para mim bastava e aí depois do colégio qual foi o caminho então aí no terceiro ano eu fiz cursinho junto com o terceiro ano e eh eu calculei direitinho estudei muito E calculei direitinho quando é que eu podia parar de ir no colégio para me dedicar só ao cursinho, para fazer vestibular. Fiz isso direitinho, fui fechando as notas, conversei com os professores um por um né eles. Não quero estourar em falta, minha pelas minhas contas não preciso mais vir. Fui falando com um por um, e porque eu queria entrar na USP e entrei e eu.

Lá para o fim do segundo semestre, eu fiquei só no cursinho e entrei na USP, na na economia. E aí fiz.
E como que foi essa mudança de de ares? Porque deve ter sido um pouco diferente.
É. Era longe. Né eu ganhei um carro quando eu fiz dezoito anos. E era longe. Mas eu não tenho muita dificuldade de me adaptar com as pessoas. Não tenho... Faço amizade mais ou menos fácil e tal. Claro. hã

Na mesma época que eu fiz o vestibular, eu fiz também o concurso do Banco Central do Brasil. Então, em setenta e três, minha vida mudou mesmo, porque em março eu comecei as aulas né, e em agosto, setembro, eu fui chamada para trabalhar no Banco Central. Então aí comecei a virar gente grande, né? Então eu ia para a faculdade, ia direto para o trabalho, porque eram seis horas, então não dava tempo de passar em casa para almoçar. Eu comia um lanchão, que eu levava de casa, depois em casa eu jantava. Então foi ficando mais eh... a vida mais séria, assim. Mas foi legal, eu acho que é assim, a vida é assim, vai mudando, a gente vai crescendo, vai amadurecendo. Não dá para ser sempre do meu jeito. E eu gostei da faculdade. Assim, eu não morro de amores por economia. Hoje, eu acho que faria outro curso, entendeu? Eu fui por eliminação, não não sabia o que fazer, realmente não sabia. Eu gostava muito de matemática, mas não queria fazer faculdade de matemática, porque não queria ser professora a vida inteira. É isso que me passava pela cabeça. Hã engenharia, não.

Então, eu fazia assim. Área médica, nem pensar. Nem pensar. Eu gosto hoje muito de saúde, mas não de doença. Entendeu? Então, lidar com doença. Você começa a me falar de uma doença, eu já começo a me que me coçar e tal. Não dá certo. Área médica, eu não iria. Então, pá. Área médica, para lá. História, eu não sabia decorar as coisas. Arquitetura, que eu achava maravilhosa, eu não sabia desenhar. Não tenho uma boa mão para desenho. Então, fui eliminando assim. Não sabia direito como escolher letras, essas coisas. Então, sobrou, digamos. Mas eu nem... Quer dizer, eu sabia, mas não valorizava, por exemplo, uma faculdade como nutrição. Eu acho uma maravilha hoje. Eu seria nutricionista hoje, mas não que eu tenha vontade de fazer outra faculdade, entendeu? Eu leio tanto e estudo tanto que basta, não preciso fazer outra faculdade. Mas o se com dezoito anos eu tivesse, que é impossível, as informações que eu tenho hoje, eu faria nutrição. Com certeza, e me especializaria por aí. Que é uma área de saúde, mas não lidar com doente. É diferente. Então, psicologia. Eu tinha dúvida se devia ou não. Hoje eu acho muito legal. É outra que talvez eu tivesse feito.

Se eu tivesse mais informações, porque eu fiquei meio assustada. Faço ou não faço? Jornalismo, eu gosto de escrever, mas e ser obrigado a escrever? É diferente de gostar, né? Se você é empregado de jornal, você tem que escrever todos os dias, você tem que responder, a tal hora a tua matéria tem que estar pronta. E eu não funciono muito bem sob pressão. Eu eu até sou rápida no resultado. Se eu tenho uma tarefa para cumprir, eu sou rápida. Se eu tenho um texto para escrever, eu sou rápida. Mas, todo dia, isso, com pressão, eu acho que seria muito complicado para mim. Muito, muito. Então, eu fui eliminando, eliminando. Cheguei na economia, acabei fazendo. Gostei, fiz em quatro anos. Fiz mestrado em economia, mas aí já fiz em Belo Horizonte.
Na sequência.
Na sequência. Não, não foi na sequência. Eu fiz o exame, porque também tem um exame para o mestrado.

É um exame que você presta, e aí tem várias, é que nem um vestibular, isso aqui é um pós-vestibular, né? Tem várias faculdades inscritas, e você põe a primeira, a segunda opção, onde você quer fazer o mestrado. Nessa época eu tinha um namorado, que depois se tornou meu marido, daqui a pouco a gente fala dele, E ele entrou na primeira tentativa em Belo Horizonte. Nós pusemos primeira opção Unicamp, segunda Belo Horizonte. Ele entrou, eu não. Aí nós fo casamos, fomos e no segundo ano eu entrei lá em Belo Horizonte. Então nós ficamos três anos em Belo Horizonte em função dos mestrados. Depois a gente voltou.
Uma pergunta só para resgatar, aqui eu fiquei curiosa agora. Como que, depois que seu pai morreu, como que sua mãe mantinha a casa?
Então, o meu pai já estava aposentado por problema de saúde. O meu pai teve um derrame com Se recuperou, continuou trabalhando. Ele teve um outro derrame com cinquenta e Aí prejudicou muito o lado direito, ele andava de bengala. Enfim, ele teve que se aposentar. Eu acho que isso mata os homens, principalmente. Os homens não não sabem ficar em casa né. Tem a mulher que faz tudo para eles e. Então, nesses três anos... recuperou um pouco, mas eu acho que se sentiu inútil, não sei, deve ser por aí. Então, quando ele se aposentou, ele recebeu um dinheiro, como se fosse uma indenização, enfim, ele tinha alguma participação na tal da loja, e aí ele comprou alguns imóveis, então vivia da renda desses imóveis, entendeu? A casa que a gente morava não era nossa, era alugada. Ele comprou quatro apartamentos, Um na praia e três em São Paulo. Alugou os três em São Paulo. Da praia, acho que ele já tinha. Não sei, também muito detalhe, não sei porque eu era criança. Mas eu sei que foi isso. Então, minha mãe vivia disso. Hã Cada vez mais apertada, porque os aluguéis não acompanhavam a inflação. Foi complicado. Então, quando eu comecei a trabalhar hã com dezoito anos, foi um alívio, porque eu deixei de pesar e passei a ajudar. Então, melhorou.
E como que foi esse teu primeiro emprego? Você lembra do primeiro dia? Qual foi a tua sensação? Como foi?
É, foi uma coisa assim. Eu era muito rebelde, né? Eu era... Eu melhorei, mas eu... Ainda sou um pouco, mas eu era muito bocuda. Bocuda, assim, não tinha papas na língua, entendeu? Se você perguntou, eu respondo. E aí, as pessoas não estão muito acostumadas com isso. Então, eu fui... Aprendendo, continuo aprendendo né, mas comecei no primeiro emprego mesmo, que eu era muito... Então, é um lugar grande, o Banco Central, né poderoso. Só que você é muito bem recebido. Eu, pelo menos, fui muito bem recebida lá. E era assim, eu trabalhava num grupo, oito homens e eu. Desses oito homens...

Então, imagine, eu com dezoito, trabalhando com um bando de velho. Era assim que eu via. Imagina, com você tem dezoito, quem tem quem tem

um tempo com esse grupo. E eu não sou capaz de me lembrar por que que eu mudei de grupo. Eu não lembro. Porque brigar eu não briguei com ninguém. Os velhos só faltavam me carregar no colo. Eles me adoravam. Então, eu não lembro hã por que que eu mudei de grupo de trabalho. E aí, quando eu mudei, eu lembro que o cara com quem eu fui trabalhar, ele falou, imagina lá onde você trabalhava, aquilo lá é um um velório, sei lá, qualquer coisa assim, é uma coisa morta, que bobagem, aqui é muito melhor e tal. E eu tenho va até hoje uma outra amizade desse grupo de trabalho aí, mas não foi fácil, porque eu trabalhei num grupo e depois em outro. Independente da minha vontade, essas coisas eles mudam, precisa de gente aqui, não sei o que, passa. E quando eu fui para esse outro, esse chefe também ficava comigo, muito, com esse meu jeito de falar o que eu penso, não sei o que, para... E, ai, foi difícil, nossa, como foi difícil, porque eu era muito nova, muito inexperiente, não fazia as coisas por mal, trabalhava direito, mas ele implicava com tudo. Foi difícil, foi difícil, foi um período difícil. Depois deve ter mudado de novo, não sei, não lembro dos detalhes.
Ah, não, aí uma hora eu saí para fazer o mestrado, foi isso. Depois da faculdade? É. Então você ficou perto de quatro
Eu fiquei três anos no Banco Central.
E como que foi essa coisa com o teu namorado? Porque você namorava um garoto do colégio, né?
Bom, no primeiro ano de faculdade, eu me apaixonei pela primeira vez. Porque eu namorava, mas eu nunca tinha me apaixonado, né? Uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Eu não sabia o que era isso. Aí, nesse primeiro ano de faculdade, eu me apaixonei por um cara. Nossa! Aí fui ver o que era isso, não sabia. Então eu fiquei quatro meses num dramalhão, porque eu sabia que eu tinha que me separar daquele, mas eu morria de pena e tinha uma dificuldade enorme, porque eu nunca tinha feito isso na vida, não é?

Gostando do outro e o outro mais experiente do que eu, ele era um cara mais velho, embora ele fosse da minha turma, ele tinha cinco anos mais que eu, ele com toda calma do mundo, não, você faz as coisas do jeito que você achar que deve e tal. Até que um dia eu finalmente consegui me separar do outro e fiquei com ele. Aí foram oito meses de briga. A gente era apaixonado, mas, meu Deus, o que dava de pau de briga de pauleira, até que um dia a gente terminou.

Namorei dois anos e meio e fiquei casada nove anos e meio. E aí a gente casou assim também, meio de repente, tinha gente achando que eu estava grávida, porque a gente estava namorando há dois anos e meio, era bastante tempo. Ah, então vamos fazer mestrado, vamos vamos fazer exame, não sei o quê, pá, ele entrou em Belo Horizonte. E imagina, nem pensar em morar junto sem casar, né? Naquele tempo, imagina, filha única. Mãe idosa, mas nem nos passava pela cabeça. Bom, então a gente tem que casar. Então vamos casar. Então a gente marcou assim. Chegamos no no cartório falando, quanto tempo antes precisa trazer os documentos? O cara falou um mês. Um mês, tá bom, então vamos marcar o casamento daqui a um mês. Pronto, tudo muito prático. E chegamos em casa e avisamos. Mas como assim?

Ele não entrou no mestrado? Uai, então temos que casar. Minha mãe ficou assim, os pais dele também. E eu sei que na minha família, porque me contaram depois, tinha gente achando que eu estava grávida. Estou pouco me lixando. Mesmo naquela época, não não dava mínima para esse tipo de coisa. E eu não estava, imagina, nem pensar nisso, né? E e aí a gente foi para, a gente fez o casamento, foi muito engraçado, porque o tempo hábil de rolar os papéis, ele teve que ir né antes, porque as aulas começaram, aí ele voltou. Nesse meio tempo, a gente foi escolher apartamento, essas coisas. Foi muito engraçado. Quando a gente é jo mais jovem e não tem filho, você faz as coisas de qualquer jeito. Foi muito legal. A gente dormiu primeiro em colchão emprestado, depois em sofá, depois na cama, porque a gente mandou fazer a cama. A cama que eu durmo até hoje. E e foi comprando as coisas aos poucos, entendeu? Era muito bom, comprava um frango pronto, comia o frango, não esquentava a cabeça com nada, era muito bom. Foi montando apartamento aos poucos, tal do jeito que a gente podia, do jeito que a gente gostava, foi legal. E E sem frescura mesmo, sem maiores preocupações. Não, porque para casar tem que estar tudo pronto, não sei o que, imagina. O que é que você quer? Dinheiro, porque nós vamos para Belo Horizonte, se vocês dão presente é mais difícil de levar. Quem não perguntou, a gente não dizia, mas na família, os mais próximos, todo mundo deu dinheiro e a gente comprou as coisas lá e tudo bem. Sobrevivemos, sempre, não passamos fome, né tudo normal.
E como que foi a festa do casamento, você lembra?
Lembro, foi foi light, porque é o seguinte, a minha mãe não tinha grandes condições, nem a família dele. Então, nós avisamos logo de sair da Bom, não teve casamento religioso porque ele é judeu. Eu sou de família católica e ele é judeu. Então, nós achamos ótimo, porque nenhum dos dois fazia a mínima questão de casamento religioso. Então, ótimo, essa parte está resolvida. Então, nós fizemos um casamento no salão de festa do prédio onde ele morava, o juiz foi lá, eu casei de branco, a pedido da minha mãe, vestido longo, branco, bonitinho e tal, do jeito para ela ficar feliz. E a festa foi bolo e champanhe. Bolo, champanhe e bem casado. Então foi num num sábado à tarde. Sábado todo mundo almoça mais tarde, tá certo? Então era tipo um lanchinho. Tive um lindo bolo que umas amigas da minha mãe que faziam para fora me deram de presente de casamento. Acho que elas fizeram os bem casados também, esse detalhe eu não lembro se foi encomendado. Champanhe, água, refrigerante

A família ficou feliz, nós também. Porque a gente achava, pô, a gente não tinha... A gente estava começando a vida. Gastar dinheiro em festa não faz sentido. A minha mãe fez o que ela pôde e eu não queria que ela fizesse mais do que ela podia. Também não queríamos pedir dinheiro para a família dele. A familia dele O pai tinha problemas de saúde, não é? Gente rica e tinha problemas de saúde. Falou, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não que eu não goste de festa, eu gosto, mas, sinceramente, se eu tivesse dinheiro para dar uma grande festa, eu faria uma viagem.
Entendeu?
Teria que ter muito dinheiro para dar a festa e a viagem. Senão, com tudo que eu gosto de ir na festa dos outros, eu acho que dar festa é um negócio que tem que ter sobrando mesmo, viu? Com todo o respeito por quem gosta de dar festa. Eu acho que, nossa, viaja, pô.
E aí, só retomando a faculdade um pouquinho para a gente seguir em frente, ti tinha alguma coisa eh diferente que você lembra das festas? Como eram os amigos da faculdade?
Também foi um período muito bom esse de faculdade. Eh Aí vem a conscientização política, né?

E ele já era, naquela época, advogado de preso político. Então, eu tinha uma vaga informação, por um lado. Por outro lado, meu cursinho era o equipe. E vira e mexe, baixava o daops lá, prendendo algum professor. Isso também acontecia. Então, era mais curiosidade do que saber as coisas. Então, os professores de história falavam alguma coisa. A gente

Então, isso foi muito marcante para a gente. E teve a missa na Praça da Sé. Eu lembro que chovia, chovia, chovia, chovia no dia da missa.

Mas a minha mãe e o meu namorado tanto me encheram. E eu vendo aquela chuva, chuva, sabe a chuva da outra quinta-feira? Aquela coisa. Falei, olha, eu acho que não é para eu ir. A mãe de um lado, o namorado do outro e mais São Pedro mandando essa chuva. Eu acho que não é para eu ir. Eu lamento muito não ter ido. Eu não vou dizer que eu me arrependa, porque a minha situação era muito difícil de eu sair de casa aquele dia e ir para a Praça da Sé com toda a pressão que eu estava sofrendo e mais a chuva. Então eu não fui. E aí o movimento estudantil, a retomada do movimento estudantil. Então é uma época que nasceu que renasceu o dê cê é. É da minha época. Eu sou desta turma que renasceu o dê cê. Eu não sei se ele foi presidente, mas acho que ele participava da diretoria do dê cê é.

Ele foi meu colega colega de turma, de sala. Sala de aula, de sentar do lado assim e.

Tem outros, mas talvez vocês não conheçam. Então, eh dessa época, ele foi eh... E nós nos dividimos na nossa turma. Uma turma fazia política dentro da escola e a outra turma foi para o dê cê é.

Então, conversando, conscientizando, não sei o quê. Então, aí tinha muito grupo de estudo, muita coisa que a gente fazia por conta nossa, para acordar um pouco as pessoas né que estavam muito eh... não enxergando o que estava acontecendo. Era muito complicado. Foi

Algumas pessoas, outras foram presas. Então é um período, o meu período de escola, é um período complicado. Aí quando eu vou para Belo Horizonte, lá eu entro no movimento da anistia.

Então, a repressão em Minas era muito mais pesada do que em São Paulo, era uma coisa terrível. Então, fizeram um movimento feminino pela anistia, que era uma coisa mais suave, porque só mulheres. A gente se reunia em salões de igreja, em coisas sempre muito escondidas, era tudo muito... Não era clandestino, não, mas era hã uma coisa... para ninguém ver, sabe? Não podia ver. Então, todas as reuniões, mesmo atos públicos maiores, eram feitos, não eram feitos na praça, entendeu? Porque se fizesse na praça, a polícia cercava. Eu nunca esqueço uma vez que eu tive que passar por um corredor polonês de de policiais lá em Belo Horizonte, por ter ido num ato. E aí, na saída, eles estavam lá. E você não sabe o que vai acontecer. Não aconteceu nada. Mas só você passar com um soldado dos dois lados é terrível, né? Porque eu nunca tive maiores compromissos, entendeu? Nunca fui de uma organização política, tinha gente que era. Eu nunca entrei para uma organização clandestina. Então, não tinha por que ser presa, mas foi legal falar disso. Quando eu ainda estava no Banco Central, ainda em São Paulo, fizeram uma pesquisa em São Paulo. Não sei se foi publicada, mas eu fiquei sabendo. Qual o seu maior medo? Não, não, não era qual o seu maior medo. Não sei qual era a pergunta. setenta por cento da da população da cidade de São Paulo tinha medo de ser presa. Imagina, setenta? Cento é um absurdo. Tinha compromisso? Direto, não. Eu morava nessa vilinha que eu falei. É atrás da PUC. Então, está aqui a PUC, os fundos da PUC, né? Monte Alegre, Minas Godói.

Eu descia esta ladeirinha todos os dias com o coração na mão, achando que tinha um camburão na parte de casa. Mas eu não tinha um compromisso maior.

O clima que vigorava. Era terrível. A ditadura é uma coisa muito triste. Muito triste. Você Fora os amigos foram presos, torturados não sei o que e tal, na família. Meu primo foi preso Então, é complicado. Então, na faculdade tem muito isso.

Então, eu tive uma forte politização no período de faculdade, embora eu não tenha entrado nunca em nenhuma organização.

Foi nesse período que eu conheci vários ex-presos. E aí conheci muita coisa, li muito na época, os livros eram proibidos, então tinha feira de livro vendendo livros políticos, porque nas livrarias não tinha. Hoje tem tudo, se você quiser, você lê, né fora o que tem na internet. Mas naquele tempo não tinha nada disso. Então foi um período, num certo sentido, pesado, embora eu não tenha passado diretamente por experiências mais traumáticas, foi pesado.

Na missa, em vários atos, vários atos, lembrando esse período. Porque aí já se podia falar um pouquinho mais alto, e afinal ele era um jornalista, e era judeu, e a comunidade... O início da mobilização não foi da comunidade, tá da comunidade judaica.

Ele veio, mas a comunidade não. Demorou um pouco mais.

A coisa é complicada, né? Aquele período não pode voltar.

Nós temos uma série de heróis que preferíamos não ter, né? Mas é tudo mais ou menos no mesmo período duro Duro.
A fita de novo. Vamos então para Belo Horizonte. Vamos. Você contou um pouquinho desse cotidiano do teu casamento, né? Hum Que era bem tranquilo e tal. E aí, como foram esses anos de mestrado lá?
Ah a gente estudou bastante, é óbvio. No primeiro ano eu trabalhei numa fábrica, como eu não tinha entrado, eu fiquei estudando para fazer o exame de novo e trabalhei numa fábrica de tecidos, porque o meu tio, esse tio que eu falei, ele tinha um amigo lá, que era dono de uma fábrica de tecidos e o amigo me deu um emprego de economista mesmo. E eu fiquei uns meses, para falar a verdade não gostei muito, tal nesse meio tempo eu consegui umas aulas. Eu comecei a dar aula de economia, tatati tatatá acabei largando o emprego na fábrica e era longe, eu atravessava. Vocês conhecem Belo Horizonte? Belo Horizonte é uma cidade planejada, então ela foi planejada dentro da Avenida do Contorno. É uma avenida redonda que chama Contorno. Ela foi toda planejadinha assim, bonitinha, sabe? E tal Só que é claro que ela cresceu mais e para fora do Contorno não tem planejamento nenhum. Eu morava dentro do Contorno, faz de conta, aqui. E a fábrica era aqui, fora do contorno do outro lado. Tudo bem, não se compara com São Paulo. Como era uma avenida planejada, tem todas as avenidas que te trazem e tal. Mas para Belo Horizonte era muito longe. Então eu começava aí. A turma da fábrica não tinha nada a ver com a minha cabeça. Então eu aprendi um pouco, eu vi como é que se faz tecido, que bonitinho, como é que escolhe as coisas, um monte de coisa assim. Fazia alguns cálculos lá que eles me pediam, mas não estava feliz. Então, quando eu conhe come consegui algumas aulas, eu fiquei super feliz, né? Porque aí eu já estava estudando para o mestrado mesmo, então eu estudava para dar aula, tudo bem. Então, eu fiquei dando aula, né?

Então ele ganhava mais, porque a gente ganha bolsa né de mestrado, naquele tempo dava para viver com bolsa. Eu tenho a impressão que hoje é a coisa que é mais difícil.
É dois mil reais, acho, a bolsa
Então, dois? É, dois morando junto com quatro, se vira. Mas eh você tem que comprar livro. Eu lembro que com aquele dinheiro, com a bolsa que a gente tinha, não era muito, mas a gente conseguia viajar nas férias, sei lá, ia para Salvador, ia não sei o quê. A gente conseguia, de vez em quando, vir a São Paulo. A gente comprava muito livro, absurdamente. Nós éramos... um absurdo que a gente comprava de livro, de política e de economia aos montes, entendeu? E vivia. Encontrava com os amigos, ia ao cinema e tal. Não tinha problema. Não sei se dá hoje para um casal fazer isso. Não tenho certeza. Eu acho que dá.
Em São Paulo?

Não, em Belo Horizonte. É Em Belo Horizonte o aluguel tem outro preço. Tinha, pelo menos. Em São Paulo não tenho certeza, não. Estou falando de Belo Horizonte. E dava, a gente se virava, eu tenho a impressão que proporcionalmente a bolsa era maior, sim. Era um pouco maior do que é hoje. E aí ele passou no concurso, então ele ganhava bem mais. E eu fiquei só fazendo mestrado na minha época de mestrado. Eu acho que não dava aula na época de mestrado, eu acho que não.
E foi isso, foi legal. Ficamos lá os três anos. E terminado o mestrado, voltou
Para são paulo tamos, voltamos... Eu acho que eu já empregada, porque o mesmo tio me indicou para o diretor do bê cê êne. O meu tio conhecia muita gente, ele era veterinário, mas ele conhecia muita gente daqui e dali. Me indicou para o diretor do bê cê êne e eu fui trabalhar no bê cê êne.

E quando vieram para cá, vocês foram morar onde?

Foi assim. Um pouco antes de voltar, como a gente sabia que a gente ia voltar, eu fui preparando essa volta. Então, eu te falei dos quatro apartamentos. Daqueles quatro apartamentos, dois eram da minha mãe e dois meus. Ela tinha o usufruto. Mas como ela ia morar comigo, então eu vendi os meus dois e dei entrada no apartamento que eu moro até hoje.

Foi muito engraçado, porque a gente comprou o apartamento de uma família. Né uma família morando dentro do apartamento. E o cara que nos vendeu falou assim, olha, hã eu estou vendendo, mas meus filhos não sabem que eu estou vendendo. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, é porque eu fiz, enfim, uma burrada, ele não usou essa palavra, eu construí uma casa enorme para morar com a minha família, mas eu não consegui dar prosseguimento na casa. Então, eu estou sendo obrigado a vender aqui. Uma história muito mal contada. Bom, para mim, para nós, tanto fazia o que ele contava para a família. O que importa estava lá no papel que o apartamento era nosso. E combinadíssimo que ele ia sair em tal data. Chegamos em São Paulo, quem tirava o homem da casa?

Empilhados, evidentemente. Iamos trabalhar no centro, foi difícil. E todos os dias, sem exceção, a gente ligava para essa família.

O meu tio advogado falou, olha, tente resolver na porque a justiça é lerda. Se vocês puserem a coisa na justiça, periga demorar mais. O advogado falou isso para nós. Tio advogado.

A gente todos os dias ligava. Todos os dias. Todos os dias ele prometia que ia sair. Ele nunca disse eu não saio. Todos os dias. Ele não saía de. Foram três meses. Até que um dia minha mãe não aguentou mais, passou a mão no telefone para falar com a mulher dele. E eu não sei que milagre que ela fez que pouquíssimo depois dessa conversa eles saíram. Eu acho que a mulher ficou envergonhada.

O que eu sei é que demorou e quando nós mudamos a vizinhança dizia assim, ah, vocês alugaram? Não, nós compramos. Ah, porque ele disse que vocês alugaram. Nós compramos, acho que nós não precisamos mostrar né a a documentação. Então ele ficou envergonhado. Acho assim, você faz uma burrada na vida e fica envergonhado, tudo bem, mas não prejudica os outros.

Porque o fato dele dizer para os outros que não tinha vendido, isso para mim não faz diferença. O prejuízo que eu digo é esses meses que nós sofremos aí. Teve uma época que nós moramos na casa de um primo, deixamos móveis na casa da tia e moramos na casa de um primo, porque disseram, não, vem para cá, pô, vem para cá que vocês ficam mais perto. Uma outra época, um amigo viajou, falou, fica na minha casa enquanto eu viajo e tal. Então tivemos... esse passeio, entendeu? E depois que passa, tudo perde a importância. Mas na hora é complicado, sabe? Foi foi um período tenso. Até que ele saiu.

Estou lá até hoje.
E é perto de onde você morava?

Não, não. Oficialmente é Liberdade.

E você viu o lugar mudar de desde que você se mudou para agora?
Ali onde eu moro?
Né Não. Não muito.
Praticamente nada.
E como que é por ali, então? Então
A rua onde eu moro é bem legal.

Porque você morar na região central, numa cidade imensa como São Paulo, você acaba não ficando muito longe de parte alguma. Se você mora na zona norte, sul, leste, oeste, conforme para onde você vai, as distâncias são imensas. Eu que moro no centro, ando...

Imagina se eu trabalhase se eu morasse na Zona Leste, como eu tenho colegas na Zona Leste, na Zona Norte. Então, a região central tem esta vantagem. Hoje eu vim para cá num instantinho, tudo bem que hoje é sábado. Mas não é do lado da minha casa aqui, mas eu estou no centro. Né então, tem muitas vantagens morar no centro. Não é bonito. Não é bonito. Tem pouco verde. Agora é perto de tudo. Eu vou a pé para Paulista, eu vou a pé para o centro. Entendeu?

Então, foram nove anos e meio, menos três, seis e meio. E como que foi, daí, a rotina aqui em São Paulo? Você contou um pouco de Belo Horizonte, que vocês eram tranquilos e tal. Como que foi aqui em São Paulo?
Então, no esse primeiro emprego que eu tive em São Paulo, o bê cê êne, eu ia trabalhar a pé. Era muito bom. Ele de metrô.

É uma fundação que pertence à Secretaria do Planejamento. É... Também.

Eu ia trabalhar de metrô também, tudo muito tranquilo. Entendeu? Sem sem traumas. E a rotina em casa, como era? Então, em casa tinha minha mãe, que cozinhava muito bem. Embora eu amasse a minha mãe demais, eu sempre tive um problema de incompatibilidade de gênios com ela. E... Sabe aquela coisa meio... Mas o meu marido se dava com ela como um filho, ele adorava a minha mãe, e ela a ele. Então era legal, entendeu? Não tinha não era, ah, eu moro com a sogra. Nossa, ele achava maravilhoso, porque a mãe dele, evidentemente não é uma má pessoa, mas ela nunca foi uma mãe dedicada. de fazer as coisas que o filho gosta, não sei o quê, papapí, papapá, pelos problemas dela que não vêm ao caso aqui. A vida é a minha, então eu deixo ela para lá. Mas, então, ele encontrou na minha mãe uma certa atenção que ele não tinha tanto né da mãe dele. Também tinha quatro filhos, era to toda uma história diferente. Então, era nesse sentido, era tranquilo, entendeu? Vocês tiveram filhos? Nós temos um filho.

A gente realmente não quis. No começo a gente casou bem jovem, com a idade de vocês mais ou menos. Eu tinha vinte e dois Ele vinte e três então, não primeiro a gente vai fazer mestrado, vai para a Europa, não sei o que e tal. Depois a gente tem. E assim foi. Em oitenta e dois eu engravidei, perdi.

E como foi ser mãe? Olha, eu amei a minha gravidez.

Eu me sentia linda, maravilhosa. Porque veio na época que eu quis. Eu amamentei Também porque eu quis, o parto foi normal, eu queria muito parto normal. Deu certo, foi normal, porque também às vezes não dá mesmo. Eles inventaram a cesariana e o Brasil quase que criminosamente é campeão de cesarianas. É uma judiação, porque não faz cesariana em bicho, né? A gente nasce naturalmente, não precisa disso. Agora, é claro, há casos em que a cesariana salva a vida. Então, realmente, há casos em que é para fazer né. Só que, sei lá, sei por que, mas não veio ao caso... Tem essa festa no Brasil. Então, eu cheguei e disse para o cara, olha, eu quero cesariana. Ele respondeu, para o médico, ele respondeu, eu também. Parto normal. É Desculpa, me enganei. Parto normal. Ele falou, eu também. Eu falei, então vamos trabalhar juntos nisso. Só em último caso que nós vamos fazer cesariana. Ele veio até um pouqui, aparentemente, um pouquinho antes da época. Eu digo aparentemente, porque os médicos fazem os cálculos, né? E era a data prevista, onze de maio. Ele nasceu em dezessete de abril. Mas ele não é prematuro, porque ele nasceu com cabelo, com três quilos e cem Isso não é prematuro, né e? Mas, enfim, aparentemente ele veio antes, parto normal, tudo bem. Do jeito que eu queria. E aconselho. <laughs> e
E como que foi a rotina, como mudou um pouco a rotina da casa por conta do filho?
Então, aí quando ele nasceu eu pus uma empregada que a gente não tinha, porque minha mãe era uma pessoa, ela tinha idade, mas era uma pessoa muito ativa, muito energia, assim, uma coisa. Então, mas eu pus uma empregada, porque eu falei, não, é muita coisa para você né. Naquele tempo, a existia a fralda descartável, mas não era que nem hoje, que todo mundo usava a fralda descartável. Então, eu ainda tinha uma coisa que não, a pele do neném é delicada. É melhor fralda de algodão, entendeu? Tinha toda uma coisa assim ainda. Então, como é que a gente fazia? Usava fralda descartável quando saía de casa.

Que é muito mais fácil. Mas em casa... E a minha mãe fazia questão dela lavar as fraldas do neto. Aquelas coisas assim. É uma pessoa já com idade. Ela demorou muito para ser avó.

Então, eu arrumei uma empregada. que ficou só três meses, porque cada vez que a empregada ia embora, minha mãe me falava mil coisas reclamando da empregada. Eu falei, eu vou enlouquecer, eu não vou aguentar. Aí eu cheguei uma hora e falei para ela o seguinte, escuta, vamos fazer o seguinte. Ele passa a usar fraldas descartáveis e mandamos a empregada embora. Ah, ela ficou tão feliz, era tudo o que ela queria. Então pronto, aí o menino passou para a fralda descartável, não teve alergia, nada disso, para poupar um pouco o trabalho dela, entendeu? Porque lavar fralda é um belo de um trabalho, né? Imagina uma fralda cheia de cocô. É é é muito trabalho. Então, falei, não, essa parte a gente tira, que é o pior, a roupinha é muito mais fácil de lavar. E manda minha empregada embora para o meu sossego. Entendeu? E dela. Porque ela ficou muito feliz. E aí eu fiquei com faxineira. E boa.

E e o pai?
O pai era era não. Ele é um paizão até hoje. Um grande pai. Então... Foi parto normal. No terceiro dia eu estava em casa. Eu dei os primeiros banhos. Mas quando chegou no sábado, ele já deu banho no menino. E ele era... Ponta firme.
Tem histórias no hospital, assim, logo que ele nasceu, essas histórias que existem?

Uma engraçadinha. Eh Dia dezesseis de abril de mil novecentos e oitenta e quatro, teve um imenso comício, se não me engano, mais de um milhão de pessoas no Anhangabaú, diretas Já. Eu estava com barriga desse tamanho. Eu falei, bom, hoje, em vez de trabalhar à tarde, eu vou trabalhar de manhã.

Dava aula também e trabalhava lá. Eu falei, em vez de à tarde, porque o trânsito vai ficar terrível, eu vou de manhã né, trabalhar de manhã. Fui trabalhar de manhã, passei na casa da minha madrinha, que tinha mandado fazer de presente para o bebê, É difícil falar com gente jovem.

Vocês sabem o que é isso? São de cambraia. Vocês devem ter usado, porque vocês têm a idade do meu filho, mais ou menos.

uma sem manga por baixo e a de manguinha por cima. Era assim que usava. E a minha prima deu um jogo, alguns jogos dessas, de

Daí ele falou, olha, do ângulo que eu estou olhando aqui, está para nascer, hein? Ele tinha três filhos já, né? Eu acho que a barriga já tinha descido e eu não tinha percebido. Eu falei, é mesmo? Você acha Eu não estava sentindo nada. Fui para casa. eu lembro que eu tinha prova para corrigir, eram onze e meia da noite, eu estava corrigindo prova, falei, ai né e fui para a maternidade, o médico o telefone acordou, não sei o que lá falou para mim, Eu acho que dá para você voltar para casa e esperar, porque falou de dilatação, não sei o que tararã falou, mas você faz o seguinte, você volta para casa, se tiver qualquer dúvida, volta para cá, não tem problema nenhum, você não é obrigada a ficar em casa esperando nada, e foi o que aconteceu, eu cheguei em casa, deitei dor de novo, falei, vamos, aí fomos, ele nasceu seis e meia da manhã, bom. Quando eh as pessoas foram visitar, uma amiga minha levou um broxinho assim, de borracha, do... Eu não vou lembrar o nome desse cidadão agora. Era um político que se que apareceu muito nas diretas do Nordeste, de Alagoas. Ai, que pena não lembrar o nome dele, ele morreu depois. Então, tinha a imagenzinha dele, com acho que um guarda-chuvinha, uma bengala, não sei o que ele usava, porque já tinha idade na época. Escrito diretas já. E como era de borracha, ela falou é para o neném morder. Então, essa história é uma que eu acho legal. A outra coisa, eh eu tinha uma tia, irmã da minha mãe, A minha mãe era tchan, a cozinheira da família. Mas essa tia tinha duas coisas que ela fazia que era só ela, sabe? Nunca vi ninguém fazer igual a ela. Um era o docinho de batata doce e o outro era o biscoitinho de polvilho. Tem biscoitinho de polvilho aos montes para vender por aí, feitos em Minas Gerais, deliciosos. Mas os da minha tia, ninguém faz igual, nem minha mãe fazia igual. E ela, quando a gente tinha neném, ela levava uma lata desse tamanho para o para a maternidade para a gente oferecer. E tudo que a gente não fazia era oferecer. A gente comia, o o quando chegava a visita, ops não oferecia para ninguém, porque era muito bom. São algumas coisas que eu lembro assim da maternidade.
E aí, eh em São Paulo já, como que era o lazer, já que estava morando com o marido, com a mãe, e depois de ter o filho?
Então, como o filho foi muito bem planejado, eu fiquei um tempo sem sair, sem problema nenhum, sem drama, entendeu? Nunca eu gostei muito dessa história de levar nenenzinho para lu... Eu vejo os outros fazendo isso, acham natural, para restaurante, para... Porque até uma certa idade, a criança precisa de proteção. Isso é verdade. Ela estava lá dentro do útero. Aí, na hora que ela sai, ela demora uns meses, quatro, cinco, para... Aí leva onde tem gente fumando, onde tem gente tossindo, não sei o quê. Eu não fazia essas coisas. Eu, no máximo, levava em festa de família, né que pessoas mais conhecidas, mas ó de leve. Então, eu fiquei um tempo sem sair, sem problema. Depois, quando hã... Porque ele mamava, eu falei, mamou quiinze meses. Quando começou a comer papinha, não sei o que e tal, com quatro, cinco meses, aí que a gente começou a sair, porque minha mãe dava. A papinha então ia ao cinema e voltava, entendeu? Agora, lazer antes do filho, eh São Paulo é essa cidade em termos de lazer, maravilhosa. O que você quiser, você faz. Inclusive, há muita programação gratuita, você não precisa nem gastar. Então, a gente sempre foi muito a cinema, um pouco a teatro, eventualmente a shows. Sempre teve. Isso que tem hoje, tinha. Em quantidade menor, mas tinha. Voltando um pouco para a USP, eu quero contar. Nós tivemos dois shows na minha época de faculdade inesquecíveis. Um foi de Gilberto Gil, foi na Poli. O Gil ficou três horas fazendo o show. E saiu, depois de três horas, pedindo desculpas, porque ele tinha um horário num teatro. Mas ele amou tanto quanto a gente aquele show. Foi a coisa mais linda do mundo. Um show que, a valor de hoje, nós pagamos uns dez reais por aí, no auditório da da Poli, hiper, super, mega do lotado com, como fala, alto-falante para fora, porque quem comprou, comprou e entrou. Quem não conseguiu comprar ficou lá fora ouvindo, sem ver né, ouvindo. E, na época, tinha aquela música Cálice. Vocês conhecem essa música? E essa música é muito simbólica, é da era proibidíssima na época, naquela época de ditadura. E eles ele cantou, e não só cantou, como puseram lá para fora, depois de ficar tocando a música proibida um tempão. Então, esse foi um show maravilhoso. E o outro show também... Vocês conhecem o anfiteatro externo da USP? Tem um lugar na cidade universitária que tem um anfiteatro fora. Mercedes Sosa veio fazer um show ali. Esse aí, nem eu conhecia esse lado da minha emoção. Eu chorei o show inteirinho. Eu não eu não sei explicar isso. Aí foi... Não, inteirinho não. Eu chorei um uma parte longa do show de molhar o rosto de emoção com aquela mulher cantando, a gente cantando junto. E vinha chegando gente, vinha chegando gente, porque é aberto. Não tem porta, não tem entrada, não tem custo, não tem nada. E vinha chegando, né? Então, ela cantando lá no meio e o anfiteatro. Olha, foi do capeta para mexer, assim. Pronto, um show dois shows maravilhosos na época dos anos setenta, época que eu estava na faculdade ainda. E... É, lazer é tudo que tem. Bar, restaurante. São Paulo sempre foi pródigo. Isso aí, nossa. São Paulo é maravilhosa nessas coisas.
E aí no trabalho, você falou que na época que você estava grávida, você estava trabalhando com o pê tê.

Aí me licenciei. estava dando aula onde?
E nessa época, em oitenta e quatro, não sei, eu dei aula em tantas faculdades de economia de São Paulo, várias.
Exatamente qual era ali, eu não lembro. E hoje em dia você eh deu continuidade a essa carreira de professor?

A minha mãe morreu Aí quando ela morreu, o meu filho tinha três anos e ele passou, ele já estava na escolinha, mas ele passou a ficar o dia inteiro, ele não ficava o dia inteiro. Porque E eu precisei de um emprego o dia inteiro. Foi isso que Eu fiquei quarenta dias para acertar a minha cabeça depois que ela morreu, porque ela morreu mais ou menos de repente. Quarenta dias, eu o que eu tenho que fazer na minha vida? O que é que eu preciso mudar? Porque ela cuidava dele para mim, né? Então eu falei, bom, eu tenho que pôr o menino o dia inteiro na escola e eu arrumar o emprego de dia inteiro. Porque eu fiquei, hã ela morreu em março, eu fiquei até o fim do ano ainda dando aula, mas eu dava aula duas manhãs e quatro noites. Imagina, minha mãe ficava as quatro noites com o meu filho e eu não tinha mais empregada, lembra? Que eu contei que eu não tinha mais. Então eu tive que arrumar empregada, precisava ser gente de confiança, bem indicada, porque tinha uma criança. Então ele fazia assim, nas quatro noites ele ficava duas com o pai e du uma com o primo e uma com a prima. Então, quando ele ficava às duas com o pai, o pai levava para a escola no dia seguinte. Quando ele ficava com a minha prima e com o meu primo, eu saía da aula às onze horas da noite, ia para lá e dormia para não acordar o garoto. A minha, olha, foi difícil esse período da morte da minha mãe até o fim do ano. Aí eu entrei de volta no SEAD, eu não contei o pedacinho do SEAD Depois eu conto. Uma coisa por vez. Eu voltei para o SEAD, arrumei emprego no SEAD de novo. E aí ajeitei minha vida. Porque aí passei a trabalhar de dia, o menino de dia na escola.

Eu deixava ele na escola e ia trabalhar. Saía do trabalho e pegava na escola. O SEAD, daquela primeira vez que eu saí do banco e fui trabalhar no SEAD, eu fiquei um ano e fui demitida. Eu não acredito até hoje. Adoro contar essa história. Ela está viva ainda. Foi o seguinte... Todo mundo erra. Errar é humano, né? Eu era responsável por uma área do SEAD, como eu já disse, a produção de dados, a gente fazia tabelas e mais tabelas e tabelas e tabelas, montes, e ele publicava um anuário deste tamanho com todas as tabelas que a gente tinha feito. Só que todo trabalho que você faz tem alguém que confere, é claro. E eu inverti duas tabelas, cidade de São Paulo com estado de São Paulo. Qualquer pessoa que confere veria aquilo, porque é claro que os dados do estado têm que ser maiores que os da cidade. Eu me enganei, passou pela minha chefe e passou pela outra. Então, duas pessoas que deveriam ter conferido não conferiram. Assinaram sem conferir. Aí o diretor chamou a minha diretora... E deu-lhe uma tremenda bronca. Porque, como, olha aqui, não sei o quê. E ela não teve dúvida, me demitiu. Em vez dela assumir que ela não tinha conferido. E aí, quando ela me demitiu, na época eu batia cartão. Eu fui bater cartão, bati, e o departamento pessoal me chamou dizendo que eu tinha sido demitida. Eu fui tomar satisfação, principalmente daquele jeito que eu disse que eu era. Falei, o que é que aconteceu? Você é uma incompetente. Falei, mas eu por quê? Aí mostrou. Eu falei, mas incompetente é quem não... Já estava na rua mesmo, né? É quem não conferiu. Não, mas confiamos no seu trabalho. Falei, nada disso.

Eu não a eu nem assino. Eu só fiz o trabalho. Quem assina são Bom, tudo bem. Aí fui só dar aula. Fui atrás de tudo quanto era faculdade e eu dava aula. Então, dava isso. Dava duas manhãs e quatro noites. Tem mais turmas à noite que de manhã, normalmente. Aí a mamãe morreu. Aí foi complicado, né porque as minhas ficaram comprometidas, desse jeito que eu já contei. Aí eu voltei para o SEAD.
Em outro departamento ou no mesmo?

Ainda ah está na Secretaria do Planejamento.

E hoje em dia você continua trabalhando no SEAD?
Então, o SEAD é uma fundação que pertence à Secretaria do Planejamento.

Tá Até hoje.
Até hoje. E, enfim, tem mais alguma coisa que você queira adicionar?
Bom, tem. Eu acho que tem, sim. Eu tenho esse trabalho, gosto do meu trabalho, mas de uns anos para cá... Quanto tempo?

Mais, um pouco mais.

Treze anos? Eu tenho um interesse crescente por saúde. Hã Eu tive um problema de saúde, eu tive mioma. Mas, mesmo antes, eu já vinha me interessando e eu gosto de falar isso porque eu tenho estudado muito, tenho me aplicado muito nisso e isso me leva para outros campos que não têm a ver com a minha profissão. Pode até ser que eu venha, quando me aposentar, trabalhar de alguma maneira com saúde. Eu sou praticante de yoga há vinte e seis anos, eu me formei professora de yoga, então todas essas coisas vão se encontrando. Então encontra-se o que diz respeito à saúde e o que diz respeito à desenvolvimento espiritual também, né porque aí quando junta as duas coisas é que é o legal.

Então, eu comentei aqui que eu tenho um site. Se vocês olharem lá o meu e-mail, onde tem que eu mandei as fotos para você para você, você vai ver. Visite o meu site, tem lá um Que se você tiver curiosidade, você vai lá e vê. Então, uma coisa que me dá prazer enorme é estudar sobre saúde, sobre espiritualidade, fazer meditação, praticar ioga. Fazer viagens, principalmente ecológicas, essa no meio do mato, adoro fazer isso. Não faço mais por absoluta falta de dinheiro, porque senão faria muito mais. Então, o que eu mais gosto de fazer hoje em dia são essas coisas que eu acabei de falar.

Que me faz muito, muito bem. E perceber que a espiritualidade é, não estou falando de religião, não tenho nenhuma religião, reafirmo, não tenho, mas a espiritualidade é o que permeia tudo, entendeu? perceber isso, me aprofundar nisso, ir fundo nisso, é uma coisa que está me fazendo muito bem, muito, muito, muito. Não tem nada a ver com a economia, entendeu? Com uma série de coisas que eu contei aí. E dizer que eu tenho um filho de vinte e quatro anos que é maravilhoso, entendeu? Um cara que está acabando publicidade, também tem o blog dele, está trabalhando aí com a área dele, está muito feliz. Com isso que ele está pegando o rumo dele também. Teve algumas dúvidas aí no meio do caminho, mas parece que está se acertando.
E é isso. Essa tua trajetória toda com a yoga, com esse teu estudo sobre saúde, veio depois do do teu divórcio?

Eu pra... Ah, não, sim. Tem, mas não tem nada a ver com divórcio.
É então então

Não, não, mentira. Eu pratico yoga desde oitenta e dois e eu Tá então, eu já praticava.
Não tenho como foi essa esse período do divórcio assim?
Olha, a gente eu dizia o seguinte, o trem saiu dos trilhos, porque a gente se dava bem e começa discorda daqui, discorda dali. Chegou um momento que a gente não se entendia em mais nada. Né não não tem muito, não tem um caso, ele não tem outra mulher, eu não tenho outro cara. Não é essas coisas assim. Poderia, mas não é. É uma coisa de desentendimento. Tanto é que nós ficamos quatro anos tentando né botar o lugar e chega uma hora, falou chega... Era era bem jovem ainda, hã já que tinha que acontecer, eu acho melhor eu ter me separado com trinta do que com quarenta ou Cinquenta eu vejo as pessoas ficam muito desestruturadas quando rompem uma relação de trinta anos, porque parece que não sabe fazer outra coisa, parece que não sabe se virar sozinho, entendeu? Um negócio Então, já que chegou um momento que a gente viu que não conseguia, Então, eu tinha trinta anos quando eu me separei, entendeu? Eu era bem jovem. Tive, antes que você pergunte, tive sim outros relacionamentos, namorados. Nunca aconteceu de ter vontade de casar com esta ou aquela pessoa e Pessoa comigo até que aconteceu, mas eu nunca... Aconteceu, hoje estou sozinha, não por uma opção. Eu quero ficar sozinha, não quero mais ninguém. Não, eu quero sim. Agora, eu garanto para vocês, quanto mais passa o tempo, mais a gente fica seletivo. Então, menos a gente olha, ai, que bonitinho, vou namorar com ele. Não, não é bem assim. Cada vez menos é assim, cada vez mais você quer outras coisas e não é fácil de... Coincidir, entendeu? Então, não é que eu não tente, não é que eu não queira, não é nada disso, mas vai ficando mais difícil.
E como passou a ser a rotina de morar sozinha com com o filho?
Então, você vai cada vez mais sendo dona da sua casa, do seu nariz, e isso acontece naturalmente. Primeiro, quando eu me separei, eu ainda tinha minha mãe. Então, a minha casa não mudou muito. É claro, ele deixou de estar lá. Mas eu quis também a separação. Então, não foi, ó, ele foi embora, me abandonou. Não, não foi isso. Eu considero muito mais traumática na minha vida a morte da minha mãe do que a minha separação. Mesmo porque a minha separação, ele não morreu. E ele é um pai presente, como eu já disse.

Ele está aí. Até hoje, tem problema com o meu filho, eu ligo para ele, eu mando um e-mail, ele responde. Não Não é um cara ausente. E a mãe foi embora mesmo, né? Então, foi muito mais traumático. Aí, sim, eu tive que mudar o meu jeito de vida, eu contei agora um pouquinho, quando a mamãe morreu, não quando eu me separei. Porque ele não faltou como pai, né? Então
E aí você passou Continuar trabalhando com a economia, mas se dedicar mais a essa área da Não, não é mais.
Eu tenho meu trabalho. E, além disso, eu tenho outros interesses que me dão um prazer enorme. Entendeu? Essa coisa hã de... Que é um movimento mundial. Não não fui eu que inventei. Porque, assim, ciência e espiritualidade... nos da humanidade, sempre estiveram unidas. Até porque a espiritualidade é nossa, não tem como arrancar né. Só que, conforme a ciência foi se desenvolvendo, a história é muito longa, é claro que eu não vou contar aqui, tem a igreja no meio, cortar a Igreja Católica. Separaram como se fossem coisas diferentes. Né e existe um movimento de um bom tempo para cá que se encontra com a física quântica há quase um século já e que vem mostrando que essas coisas têm que andar juntas necessariamente. Elas estão juntas. Não tem que forçar a barra para separar. Então, há muitos cientistas no mundo fazendo uma série de pesquisas. Há no Brasil...

Não é espiritualista, é espírita mesmo né. Então, eles fazem congressos todo ano. Um ano é é estadual, um ano é nacional.

E eles têm inúmeras pesquisas e estudos tal que mostram Mas pesquisa sim, mostrando mesmo, ranqueado, enfim, a importância, seja do ora da oração na cura dos pacientes ou na melhora, seja da meditação, enfim, a ideia de que a glândula pineal seria a sede da alma. Que não é à toa que você fala, ai, esqueci, por exemplo. Ou que as orientais pintam aqui. Por que sempre aqui? Mas a ciência tentando desenvolver, mostrar coisas, é tudo muito interessante. Seria um dia, não três horas, só para falar disso. então eu eu estou muito interessada nessa área que não tem nada a ver com economia nada a ver, tem a ver com a minha vida algo que eu sinto que me atrai para isso não tem uma explicação racional entendeu? claro, esse problema de saúde que eu tive hã fez com que eu me sensibilizasse porque eu não queria fazer cirurgia então eu parti para as o que se chama de alternativa que eu não gosto, medicina natural e aí é que eu comecei a me interessar fazendo tratamentos mesmo. E aí você vê que é muito mais sensível quando você faz um tratamento natural do que quando você toma uma droga pesada. Você corta até a sua sensibilidade conforme o remédio que você tome. Então, essas coisas assim, eu tenho me interessado por aí. Não sei no que vai dar, mas é o interesse que eu tenho.
E aí tem o filho que você vai, então, eh criando junto com o pai, desse jeito que você falou, mas ele cresceu com você, morando com você?
Ele morou sempre comigo, mas sempre viu muito o pai dele. Claro que de uns bons anos para cá ele se locomove sozinho né. Eu não vou levar e buscar. Então ele vai quando ele quer. Ele nem vai muito na casa do pai dele. Poderia ir mais. Mas estão sempre em contato. Porque tem telefone e tem a santa internet que você faz em meio minuto um contato com alguém. Porque o telefone você tem que esperar. Por exemplo, eu estou no trabalho. Se eu falo no telefone, todo mundo ouve. Eu gosto mais de bater um papo no telefone do que pela internet, mas eu posso ligar para vocês, você não pode atender aquela hora, eu tenho que deixar recado, não sei o quê, o outro vai ouvir. Internet, você se comunica todo dia, várias vezes por dia com a pessoa. Não é a mesma coisa? Claro que não. Claro que não. O bom é estar junto. Agora, o cara, meu filho, trabalha o dia inteiro, estuda à noite, ainda arruma de vez em quando um trabalho de fim de semana. Aí, já acabou? Eu não sei como é que é. Quando ele faz assim, está acabando a fita. É está acabando
Enfim. Eh

Você gostou de dar esse depoimento?
Então, eu acho que vocês estão de parabéns, eu acho muito legal, eu tinha dito, não sei se eu disse aqui hoje, agora já esqueci, que eu acho que qualquer vida dá um romance, qualquer vida é uma questão de saber contar, de querer contar e de saber contar.

com o Anarquistas Graças a Deus, que virou até novela de tão belo que é o livro, e ela não parou mais né, morreu outro dia, não parou mais de escrever, e eu tenho lido por isso, porque são histórias da vida de uma pessoa. Ah, mas a dela é muito especial, será? Acho que ela sabe contar, ela soube contar. Então eu gostei, quando eu vi a propaganda eu quis vir e vou, como eu gostei, então eu vou fazer propaganda também. Vou mandar por e-mail, vou contar para os meus amigos, para a minha família e quem quiser vir vai ser ótimo.
E tem mais alguma coisa que você queira trazer da sua vida?
Nossa, que eu me lembro agora, não. Eu acho que a gente cobriu tudo. Eu acho que a minha melhor produção é o meu filho. Ele é um menino... Agora é um rapaz, né? Um homem de vinte e quatro anos, ele já tem um menino muito bonito. Eu sei que todo mundo diz que mãe é coruja, mas é uma questão de olhar. Eu trouxe as fotos, é só olhar. Então, não é eh muito inteligente também, muito criativo. Ele eu acho que ele escolheu a área certa, ele foi para a área de comunicações. Ele é uma pessoa muito criativa, tem um blog que é legal, se tiver vontade de ver. muito dinâmico, assim criou uns personagens como se não fosse ele que escrevesse. Tem nove personagens, né um exagero.

Acho que é muito gratificante. Eu vejo pessoas com vários e eu acho que o meu vale por vários. Um pouco de preocupação, porque não há mãe que que não se preocupe né, e muita satisfação também. Mas que isso, não nesse momento, não lembro. Provavelmente vou entrar no porque eu não preparei nada. Como você me disse que você faria perguntas, eu falei, eu não vou preparar nada. Acho que não tem nada a ver. O que sair, saiu. Então, pode ser que eu entre no carro e fale, ah, esqueci de dizer...

E tem momentos de que você lembra com o teu filho?

É muito companheiro. Ele sempre foi muito companheiro meu. Ele, quando era pequeno, ele gostava de jogos, de quebra-cabeça e tal.

Ele é muito guloso, sempre foi.

Ele tinha mais ou menos uns quatro anos quando inauguraram o Shopping Paulista, então é pertinho de casa, ele adora fast food, essas coisas assim. Então a gente tem muita lembrança de estar junto. Agora a gente fica muito pouco junto, muito pouco, porque ele trabalha o dia inteiro, estuda à noite, gosta de dormir tarde, eu gosto de dormir cedo, porque eu acordo cedo, vou para a academia. Então, a gente tem muito desencontro, assim, de estar junto. Ontem à noite ficamos um pouco juntos, mas ele sai comigo eventualmente, entendeu? Não é um cara que mãe para um lado, filho para o outro. Claro que ele tem a turma dele, os amigos dele, os programas dele, é óbvio, né? Mas não não tenho grandes queixas, assim, ele é.